Boa tarde. Boa tarde. Para começar, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, data e local de nascimento.
Meu nome completo é Marcos Francisco de Oliveira. Eu nasci no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e sessenta e seis, aqui na cidade de São Paulo.
Certo. E qual o nome dos seus pais?
O meu pai é falecido. Ele chamava-se Santo Francisco de Oliveira. E minha mãe, Jandira Colavich de Oliveira. Ambos são de São Paulo mesmo? Ambos de São Paulo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, de que cidade? Meu pai é de São José do Rio Preto e a minha mãe de Mirasol.
E eles, você sabe porque eles vieram para São Paulo, quando eles vieram?
Bem, o meu pai era um sujeito meio enrolado, né? Era um cara que morava, e, eu disse que ele era comerciante, mas ele era um baita roleiro, né? Então, ele veio para São Paulo, na ocasião veio procurar um trabalho. Minha família, naquela ocasião, não tinha nascido ainda, mas já tinha cinco filhos. Ele veio para cá para arrumar um trabalho. Quando ele conseguiu esse trabalho, ele voltou, pegou a minha mãe e meus irmãos e vieram para São Paulo, mas acho que por condição financeira mesmo.
E aí, aqui em São Paulo, ele começou a trabalhar com o quê?
Meu pai trabalhava numa espécie de fundição, era um trabalho que ele interagia com uma caldeira, e esse trabalho era insalubre Ele começou a ficar doente. Doente, aí ele acabou sendo encaminhado no ieneesseesse e ele se afastou. Aí, só os rendimentos da aposentadoria, que é uma aposentadoria por invalidez, não garantiu o sustento da família, porque já na ocasião acho que eu já tinha nascido, então já eram sete filhos. E aí, por conta disso, o meu pai começou a vender bilhetes de loteria, esses bilhetes que hoje se vende muito em lotérica, há trinta, quarenta anos atrás, era vendido também nas ruas. E ele passou a viver esse mundo de jogo, de vender bilhetes de loteria, e depois, em um determinado momento, ele começou a fazer também aquele famoso jogo de bicho, que um monte de gente também viveu. Eu não sei como está essa história hoje, mas eu sei que muita gente faz.

Foi assim, né, foi assim que ele conseguiu manter a minha família, sete irmãos. Meu pai não teve estudo, ele era uma pessoa muito limitada, mas ele conseguiu proporcionar a melhor do possível uma vida digna para todos nós. E sua mãe trabalhava? Não, minha mãe sempre imagina, né, cara? Tinha sete, né, para cuidar. Então eu acho que ela trabalhava muito, mas trabalhava em casa.
E vocês são em sete filhos, é isso?
Nós éramos em sete filhos. Eu sou o mais novo, o Caçula. Eu tenho quarenta anos. O mais velho tem cinquenta e sete anos. E nesse interino nós perdemos... Eu perdi um irmão em dois mil e três Meu irmão era renal crônico. Ele passou quatro anos fazendo hemodiálise, é muito triste, é muito penoso. E em dois mil e três, ele entrou na fila dos transplantes e foi liberado no transplante de rim para ele. Ele fez dez dias de transplantado, ele sofreu um infarto fulminante e veio a falecer. Então, hoje nós somos em seis irmãos.
E na infância vocês moravam em que bairro?
Bom, na nossa infância, Eu morei do zero aos dezesseis anos num bairro que chama-se Jardim Maringá, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, próxima região de Vila Matilde, um bairro bem família, aquela coisa de bairro mesmo, não tinha grandes comércios, não tinha indústrias, enfim, bairro dormitório mesmo, muita casa. E foi ali que eu vivi dos zero aos dezesseis anos, porque na ocasião nós morávamos de aluguel. E quando eu tinha dezesseis anos de idade, minha família conseguiu comprar uma pequena casa no bairro que eu moro até hoje, nesta casa que eu moro até hoje.
E como era a casa da sua infância, dessa época sua dos zero aos dezesseis?
Eu não tenho uma lembrança muito clara, né? Eu sei que era muito apertado, cara, porque era pequena, né? Normalmente pequena, apertada e assim, a gente fazia, a gente dava os nossos jeitos, né? Transformávamos um cômodo em dois com cortina, enfim, é aquela coisa assim de... de ter um lugar para morar mesmo e dormir, né? E o fato é que, graças a Deus, assim, não faltava comida, né? Isso é importante. Mas, eu lembro que a casa, assim, a casa da minha infância era num local onde tinha mais de uma casa, então era o que nós chamamos hoje, aspas, de cortiço. E era assim, era uma coisa, um movimento muito intenso, um vai e vem muito intenso, e naquela ocasião as minhas irmãs, elas eram, elas tinham lá seus dezoito, dezenove, vinte anos, eram gatas, e namoradinhos, e meus irmãos também jovens, enfim. Então, o que eu lembro da casa da minha infância é isso, o agito era pequeno, o espaço era pequeno, mas era aquele papo de coração de mãe, sabe? Quem chegava era bem-vindo, enfim, era mais ou menos assim.
E quando você era criança, com tanta criança na casa, como era o cotidiano, né, quando você era pequeno?
Então, na verdade, quando eu era criança, mais ou menos que o único criança na casa era eu, né, porque eu era caçula. E a minha irmã, ela tem uma diferença de dois anos de mim. Mas eu venho de uma geração onde a gente tem uma distância muito grande entre o homem e a mulher. Então, eu não tinha minha irmã para brincar. À medida que ela tinha as irmãs, porque a minha família é assim, nasceram três homens, depois três mulheres e, por último, eu. Então, eu fiquei totalmente isolado dos caras. E também não brincava com elas. Então, é, eu tipo que brincava sozinho, ou às vezes, meus irmãos, primos, enfim. Mas não era aquela coisa de criança, não. Criança mesmo, assim, para brincar comigo mesmo, normalmente era eu comigo mesmo. E você brincava do quê? Puta, cara. Era... Nossa.

nós vamos chegar num ponto mais para frente que vocês vão perceber que eu escrevo. Então assim, eu era muito criativo, eu viajava muito, então naquela época tinha um herói nacional, o nacional Kid, e eu era o, assim, era eu contra os incas elusianos, e eu sozinho comigo mesmo, eu inventava aquelas batalhas de naves espaciais, enfim. Era mais ou menos assim, né? me sentava num tronco de árvore e achava que estava cavalgando, dirigindo um carro, e sentava no sofá e entrava na nave espacial, mais ou menos assim, né? Minha cabeça fluía.
E aí você, nessa idade, você já chegou aos seis, sete anos, é quando iniciam-se os estudos, né? As crianças vão... Sete anos. Como foi esse começo de escola para você?
Pois é, naquela época não tinha aquele papo de prézinho, né? Cara, ele ficava vadiando na rua até sete anos, hoje a criança com um ano já está em algum lugar, mas naquela época não. Bem, era uma outra escola, era bem diferente daquilo que a gente vive hoje em dia, era alguma coisa levada muito mais a sério, talvez por questões de valores, não sei. Mas eu lembro que no primeiro ano eu fiquei totalmente alfabetizado. Eu saí da escola no primeiro ano, já sabendo fazer uma composição criadora, que naquela época chamava-se composição criadora, que era uma redação. E um fato, sim, eu me apaixonei perdidamente pela minha professora de primeiro ano, que a minha mãe tinha que me levar na casa dela nas férias, porque eu ficava com febre. Mais ou menos assim que funcionava a coisa.
E a escola era no mesmo bairro onde você morava?
Escola estadual no bairro, tá? Naquela época não existia essa gama enorme de escolas particulares. eram muito poucas escolas particulares para ensino fundamental médio e muito poucas universidades também.
E o trajeto você fazia a pé, não precisava pegar nenhum tipo de condução para ir?
Não, naquela época os bairros ainda tinham aquela história de rua rua de terra, muito campinho para jogar bola. Enquanto a escola era um território de todos, a rua era um território de cada... Era uma tribo. A rua era uma tribo. Então era bem subdividido, né? Então nós fazíamos aqueles jogos, valendo tubaína, rua de baixo contra a rua de cima e aquela rivalidade, mas era bem bacana de outros tempos, né?
E a escola em si como era? Ela era uma escola pequena, uma escola grande?
Não, a escola em si está lá até hoje. Qual o nome? Eu estudei em duas, né? Estudei no Escola Estadual de Primeiro Grau, enquanto que até a oitava série, professora Olga Marinovic Dório, e depois escola estadual de primeiro e segundo grau, professor Afonso Pena Júnior. Eu fui para essa escola, iniciei o ensino médio e não terminei, parei em um determinado patamar. Naquela época, o estudo, o mercado não era tão exigente. acabava que nos deixava um pouco mais acomodados.
Mas ainda nessa fase da escola de primeiro grau, ainda de infância, você disse que por ser o caçula, você sempre foi meio isolado, porque não tinha contato com seus irmãos, brincava muito sozinho. A partir do momento que você vai para escola, isso amplia, o seu círculo social aumenta, né? Sim. Como foi esse momento, assim, de fazer novas amizades, novos amigos, como era isso para você?
Foi bom, porque Quando eu, quando eu entrei na escola, também mudei de casa. Aliás, eu morava na rua da escola. Quando entrei na escola, mudei para uma outra rua no bairro. E essa rua tinha assim um número considerável de crianças da minha idade. Então, nós não só estudávamos na mesma escola, como, por exemplo, tinha um cara, Marcelo Tadashi Murassi, que nós estudamos juntos, assim, do primeiro ano até onde eu me lembro que eu estudei na escola, o cara estava na minha sala. Então, todo ano nós caímos na mesma sala. Então, era assim, era muito difícil, é difícil pensar nessa época de infância sem pensar em um cara, por exemplo, como o Tadashi.
E as lembranças que você tem desse início de escola são boas? Quais são essas lembranças?
Muito boas, cara. Foi o início de uma, de uma, interação com outras pessoas. Foi a minha primeira grande paixão, porque realmente eu me apaixonei pela minha professora. E houve assim, trauma no segundo ano, porque havia um professor na escola que ele não era um cara ruim, mas ele era um cara de um semblante sério, sabe? e e e E no segundo ano eu caí com esse cara, o tal de professor José Luiz. E eu fui na escola, cara, e me deu uma tremedeira, eu não consegui fazer, eu tive medo do cara. Aí eu cheguei em casa chorando, enfim, minha mãe voltou na escola, me conversou e me mudou de classe para uma outra professora. Acho que foi assim, um eixo, trauma, mas a minha época de escola, de escola primária, primeiro, quarto ano, foi... po, era Quando eu estudei, nós cantávamos no Nacional. Nós cantávamos a música do Indiozinho, um, dois, três Indiozinho, quatro, cinco, seis Indiozinho, dez e o Pequeno Bote. Então, quer dizer, são coisas que eu não sei, mas eu acho que não acontecem mais nas escolas atuais. Mas, naquela época, nós vivíamos, além de tudo, vivíamos um momento de militarismo. Então, essa presença do hino na escola, do hino nacional, o hino da bandeira, o hino não sei o que lá, era muito forte. Mas, por um lado, é algo assim manipulador, por outro, foi, de certa forma, bem legal também.
E como os estudos, esses estudos iniciais, eles influenciaram na sua atividade profissional, na sua escolha de o que vou fazer da vida, ainda pensando na infância mesmo?
Tá. Você quer saber? Bom, eu sempre fui extremamente criativo. Sempre tive muita facilidade em escrever. Sempre. Desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me tornei uma pessoa letrada, que eu aprendi a ler e escrever, eu tenho uma grande facilidade de colocar aquilo que... a ideia no papel. Então, eu acho que isso, né? É isso que eu trago da minha infância. Eu acredito que é um dom natural, como tem o cara que faz música, tem o cara que desenha, né? Enfim, eu sempre tive muita facilidade. Eu acho que isso influenciou muito a minha área, porque a comunicação é isso, né? Comunicar é isso.
E nesse período você escrevia, quando criança mesmo, o quê? Historinhas, escrevia sobre sua vida, música?
Composição criadora, minhas férias. Então, nesse sentido, os professores sempre estavam, naquela época, é, é, trabalhando esse lado na criança. Então, sempre tínhamos esse tipo de trabalho. O professor contextualizava uma situação e pedia para que nós escrevêssemos. Ou acontecia uma data, então vamos lá, dia do folclore, fale, conte uma história do folclore. Dia do índio, fale sobre o índio. Mais ou menos nesse sentido.
E dessa época para hoje, fazendo uma comparação, você acha que a qualidade do ensino piorou? As exigências com relação ao aluno também diminuíram? Na sua opinião, como que é essa comparação da sua época para hoje?
Olha, Rodrigo, eu fico muito chateado quando eu falo de ensino aqui no Brasil. Hoje nós não, eu vejo o nosso ensino, hoje nós não formamos opiniões, hoje nós não formamos profissionais, hoje nós formamos operários. Porque, veja bem, o que é cobrado hoje numa escola potencialmente? Uma escola pública. Presença. Se você não faltar, você passa. E horário. Os professores em reuniões pedem que os alunos não cheguem atrasados. Onde você não pode chegar atrasado e onde você não pode faltar? É na fábrica. Então, enquanto que o conhecimento de fato, isso é deixado de lado. Tem um sobrinho, um garoto que nós criamos, João Vitor, que tem oito anos.

Ele estuda em uma escola pública. e eu tomei a frente de de acompanhá-lo nos ensinos. Então, assim, o que se percebe é que a criança, já com oito anos, no terceiro, ele está no terceiro ano primário, a criança já não se sente naquela obrigação de aprender porque ele sabe que ele não vai ser cobrado, de fato, tá? A cri, o

para criança, enfim. Eh... No ano passado, meu sobrinho apareceu com contas absurdas, e ele pedia ajuda, tudo bem, para para mim, muito fácil, mas para uma criança de segundo ano, eu falava, cara, como é que seu professor te deu uma conta de dividir que tem sobra, que não dá exata, no segundo ano? Bom, enf e aí e aí não não se entendia como como o professor chegava naquele consenso, porque eu aprendi a, eu eu entendo a matemática, e o português também, <laughs> mas principalmente a matemática, com uma continuidade, cara. Você tem que aprender primeiro a somar, depois subtrair, para depois multiplicar, para depois dividir, para uma equação de primeiro, para depois ir para o segundo. Então é uma continuidade, se você perde um fio disso aí, você vai ter uma dificuldade para o resto da tua vida. Eu falo isso por experiência própria, porque eu odeio matemática. Mas, eh, então, assim, o buraco na educação é muito mais embaixo. Aí a gente já vem naqueles chavões, né, pô, mas o cara revoltado não é isso. Mas é uma grande realidade, porque se você dá conhecimento, né, você vai estar abrindo espaço para pessoas críticas. E o crítico vai levantar questões que não são muito interessantes para o nosso sistema. Infelizmente, eu acho a educação também atual, hoje, uma grande farsa, hipócrita.
E aí a gente já entra naquele início de adolescência, que você já tá com doze, treze, já começa outra vida, né? Certo. é... Como foi esse início da adolescência? Porque daí você fez até oitava série ainda nesse mesmo colégio que você disse, né? Essa mesma correria, né? Sétima, oitava série. Mas aí aos dezesseis anos você mudou de casa que é a que você mora até hoje, é isso? Não, eu mudei de casa com sete. Para uma outra casa? Com dezesseis eu mudei desta outra. E aí com dezesseis anos?
Então assim, parte da minha adolescência eu passei neste bairro, com esses meus amigos e essa minha rua, ela era assim... Para quem mora numa rua há vinte, trinta, quarenta anos, sabe como é que é. Num determinado momento, você tá numa distância enorme de outros caras que, de repente, têm cinco anos a mais que você. Mas chega uma hora que já essa distância não é tão grande, porque aí você tem treze e o cara tem dezoito e, na verdade, é todo mundo moleque ali. Então assim, quando eu fui do céu para o inferno de uma maneira muito brusca. Então assim com doze, eu frequentava a missa todo domingo. Eu ia, eu ia, eu fiz catecismo, perseverança. O padre queria que eu fizesse curso bíblico, que era para me dar aula de religião na escola. Isso com doze. Com treze, eu estava fumando. indo num baile <laughs> Todo domingo eu ia numa matinê de baile da Zona Leste, um baile muito famoso que permaneceu ali por muitos anos, a toco. Então, com treze anos, eu comecei a ir nessa toco. Então, essa toco, para mim, foi tudo. Foi assim o primeiro beijo, foi o primeiro contato com muita gente na balada, muita mulher. Aquela coisa de conhecer, aquela coisa de você estar, sabe, cheirando a verde mesmo, né? Porque, pô, com treze anos você... Eu ia, Eu lembro da primeira vez que eu fui nessa danceteria, havia um show, e naquela época tinha uma cantora famosa, Roberta Fleck, que cantava uma música, E também tinha uma outra música de um robô. E aí essa música tinha uma coreografia muito sensual. E quem dançava no clipe era uma garota de biquíni, sabe? Então eu fui esse dia no baile e aí tinha lá o Falsiê, né? Lógico que não era a menina americana. Era uma brasileira e meteram um biquíni nela e ela foi dançar a música. E eu olhei aquilo lá e eu falei... Nossa, o que é isso? Então eu fiquei como se fosse hipnotizado com aquela coisa. Então, foi assim, eu fui do céu ao inferno muito rapidamente. Eu saí da igreja, caí na balada, comecei a fumar, comecei a ir em porta de escola à noite. Eu venho de uma geração onde que tinha uma época que os caras falaram que fumar é bonito, era bonito, era bonito. Então eu lembro que o primeiro cigarro que eu fumei, eu passei mal para caramba, Fiquei meio amarelo, com ânsia. Cheguei em casa e tive que tomar um litro de leite. E inteligente que era, falei assim, não, agora eu vou fumar porque é uma questão de honra. Não posso passar mal com isso aí. E fui insistindo até que eu me viciei, né? Que chato. Então, foi assim, né? Nos anos que se passaram, foi isso. Depois eu fiz uns amigos, grandes amigos. Com quinze anos, conheci uma galera de dezoito, os caras. E naquela época, naquela ocasião, e olha que eu já faço parte de uma geração de bunda mole, porque a minha geração não foi para rua lutar, nós não empunhamos armas, nós não fizemos porra nenhuma. para contribuir em alguma coisa para o Brasil. A única coisinha que a minha geração fez foi pintar a cara na época do Collor, mas muito mais para uma ou duas pessoas saírem na Playboy ou sei lá, no jornal, do que para alguma coisa em si. Então eu já venho de uma geração de bundão. Mas mesmo naquela época, nossa geração, nós ouvíamos Chico, Caetano, nós ouvíamos Djavan, nós ouvíamos, nós liamos muito, nós discutíamos, falávamos de política. Eu com quinze anos saía para puxar Muro, saía para puxar, meus amigos eram todos petistas, eu ia lá puxar pêtê Eleição, quinze anos eu ia fazer Boca de, enquanto todo mundo levantava uma grana, ganhava dinheiro. Só o pessoal do pêtê ia de graça, e eu nem votar. Votava, ia lá, fazer boca de urna. Mas, assim, eu devo muito da minha formação cultural, ideológica, a esses amigos, né? Porque, graças a Deus, todos eram... todo mundo gente do bem, né?
E você foi adolescente no final da década de setenta, começo da década de oitenta, né? Mais ou menos. Isso. aaah Nessa época, a ditadura já estava na sua... entrando naquela sua fase mais mansa, indo já para um final, caminhando para um final. Mas quais são as lembranças que você tem desse período, ainda que como criança? As lembranças, com certeza, não são tão claras quanto seriam para um adulto que vivenciou esse período. Mas como criança, o que você lembra? Se falava na sua casa sobre isso, sobre a questão das ditaduras ou não se falava?
Não, na verdade, na minha casa... Bom, vamos partir do princípio que meu pai era um contraventor, meu pai era um bicheiro. Então... E outra, não se tinha essa formação cultural, tá? Os meus irmãos e irmãs, eles eram mais fúteis. Enfim, com treze eu conheci uma galera, com quinze outra galera, que esses caras que eu conheci com quinze anos já não eram mais os caras da minha rua. Eu já abandonei os caras da minha rua. Então, os caras da minha rua, assim, era para bater um futebol, E para jogar a conversa fora, mas assim, os postes de boteco, as baladas, as reuniões de cachaça e vamos falar de Chico, isso era com os outros amigos. Então, na minha casa não rolava esse papo. Até porque eu vejo a minha família como uma família, nessa época, conformada. Aquela família que, tipo assim, se tá ruim, por que eu vou arriscar se pode ficar pior? Então era mais ou menos isso. Agora, eu assim, naquela época tinha um lance muito forte com polícia, né? Porque a gente assinava a vadiagem. Hoje em dia, se todo mundo fosse assinar a vadiagem, imaginou, né? Ia ser um negócio louco. Mas naquela época, o pessoal assinava a vadiagem. O lance com a droga era muito diferente. Então, o cara que tomava um flagrante com o beck, nossa, se a família descobrisse que o cara fumava maconha, meu Deus, meu filho. Então, tinha o lance do exército, daquela coisa. O jovem, quando ele fazia dezesseis para dezessete anos, já começava a ficar apavorado, porque você sabia que ia perder um ano na sua vida. tá? Limpando o banheiro de quartel, porque é bem isso mesmo que o jovem ia fazer ali. Então assim, o cara já ficava apavorado, falava, pô, e aí, meu? Eu não posso pegar exército, porque é com dezessete, dezesseis, dezessete, dezoito anos naquela época que o jovem, que hoje em dia não, hoje em dia é proibido trabalhar com menos de dezoito. mas naquela época, proibido aspas, tem uns lances de estágio, mas naquela época não, naquela época o cara podia ser fechado em carteira, era office boy, trabalhava em empresas, enfim. Então tinha esse lance muito forte do Exército por conta do militarismo. Era aquela coisa de militar mesmo, aquela coisa de... aquela presença, aqueles posters, a gente abria a Folha de São Paulo de domingo e você se deparava com com o Figueiredo em cima de um cavalo, né? Aquela pose de Dom Pedro. Pô, esse cara deve ser o cara, né? Então tinha muito isso, mas eu peguei bem o declínio mesmo, graças a Deus.
Mas você chegou a prestar o exército ou não?
Não, escapei. Escapei do exército, dei muito à sorte. Peguei, porque o exército tinha aquele chavão, o cara falava, se você vai no exército e você fala que você não quer pegar, o cara vai mandar você pegar. Se você fala que você quer pegar, aí que eles vão pegar mesmo. Então, você fala, pô, se eu sair do fogo, eu vou para frigideira. Então, eu resolvi ser honesto. Chegou na hora do vamos ver, eu falei para o cara, eu sou normal. não tenho nenhum defeito físico, mas não gostaria de pegar porque trabalho, teria que ficar afastado do meu trabalho um ano e quando eu voltasse com certeza ia ser mandado embora. O cara me olhou no rosto e falou assim, vou te dispensar.
Foi bem assim, sem muita crise, pelo menos para o meu lado. E aí aos dezesseis anos você mudou para que bairro?
Por dezesseis anos, eu mudei para o bairro que eu moro hoje, Parque Savoy City. Era um bairro que, se hoje tem suas precariedades, naquela época, então, era quase que uma tribo. Para você ter uma ideia, o ônibus nós chamávamos de poeirinha, porque ele andava na rua assim, na avenida principal, e ia levantando aquela poeira, aquela coisa assim de periferia mesmo. O bairro que eu morava, dia de chuva, minhas irmãs iam trabalhar com dois sapatos. Um para ir da minha casa até o ponto, aí dentro do ônibus ela tirava os chuchos de lama, colocava bonitinho para poder ir trabalhar. Aí eu mudei para esse bairro. No começo eu tive muita resistência porque também dei muita sorte, mudei para uma rua que tinha uma rapaziada bacana, uns vizinhos, até hoje vizinhos lá. E aí eu tive alguns anos de resistência. Para ser bem sincero, um monte de anos. Eu fiquei assim, tipo eu não frequentei meu bairro até... eu mudei com uns dezesseis, até os vinte e quatro anos, por aí. Eu não frequentava o meu bairro, vinte e três, vinte e quatro, porque eu não gostava do meu bairro. Era o outro bairro, Jardim Maringá, que... que ela sempre lá cantava, meus amigos, enfim, depois esse meu irmão que faleceu comprou uma lanchonete lá, e aí a gente ia tomar cerveja. Então, quer dizer, ficava muito pouco no meu bairro, ia mais para dormir.
E esse colégio de segundo grau que você passou a frequentar, ele era próximo de onde você mudou, para onde você tinha mudado?
Não. Então, aí foi onde eu comecei a passar os primeiros entraves. Eu saía da escola, onze horas da noite, porque naquela época não tinha essa pegada de, ah, vou sair dez, dez e meia, não. onze horas da noite. E eu tinha que pegar, tinham dois ônibus que iam para a minha casa. Um eu tinha que andar um pouco e o outro passava bem perto da minha casa. Só que o que passava bem perto da minha casa, ele passava de hora em hora. E ele dava uma volta assim, que era parecido, a hora que ele estava chegando, ele começava a voltar de novo, para depois voltar outra vez. E o bairro onde eu morava, gastava muito, porque eu achava que tinha muito bandido, achava que tinha aquela coisa, entendeu? Então, isso começou a me desencorajar, à medida que eu também não tinha coragem de estudar em escolas do bairro lá, porque eu também achava. Então, foi nessa época que eu parei, debandei da escola, fiquei só trabalhando.
E você começou a trabalhar nessa época ou antes disso você já trabalhava?
Eu comecei a trabalhar mais ou menos nessa época, um pouco antes de mudar, com uns quinze anos, de boy, numa empresa de cobrança. Ficava onde? Centro Velho. Ficava no Centro Velho, se eu não me engano, na Barão de Tapetininga. Trabalhei lá por um período, mudei,
Aí, bom, enfim, aí não sei como é que nós vamos proceder, porque depois... Nessa época ainda que você estava trabalhando como boy, você tinha quinze anos, mais ou menos, isso?
É, não, então, eu comecei depois, eu saí, passei uma temporada desempregado, né, e sempre bancado por esses meus amigos, né, os caras bancavam, a gente ia nos bairros, assim, os caras faziam vaquinha, pagava a minha, Porque assim, na minha turma eu me tornei mais ou menos o mascote, aquele cara que era querido. Então, era aquele papo de, vamos lá, leva esse moleque com a gente. Chegava lá, pagava, aí os caras, quer beber?

Então, você vai no bar lá trazer cinco cervejas e mais três doses e se vira. Só que uma cerveja é sua. Aí eu dava um jeito de trazer, lógico. E, no fim, acabava bebendo, como eles, e acabava me dando até melhor, porque ele acabava pegando umas minas e os caras saíam sem ninguém. Pô, mas você é muito cara de pau, os caras... Então, assim, eu sempre tive essa particularidade, sempre fui meio o cara larga, assim, né? E... tanto pode falar.
E aí você parou de estudar exatamente por causa dessa questão de horário, de distância, de...
Não, cara, mais ou menos isso, sabe? Acontece que se eu falar que foi só isso, eu vou estar mentindo, porque, na verdade, eu tinha pressa de viver, né? Então, eu achava, isso é um preço muito caro que eu pago até hoje. Eu vivi muito intensamente determinados momentos da minha vida. Então, quando eu comecei a ter determinadas experiências, com diversão, com mulheres, enfim. Eu não soube administrar esse lado. Então, eu me deixei levar. Eu acho que todo mundo tem seu tempo. Acredito. Só que é aquela história, né? Depois a gente paga os preços.
E nessa sua época já de... dezoito, dezessete, dezoito anos que você falou que foi. essas suas experiências começaram a acontecer, né? Fala um pouquinho sobre como era esse período, assim. A moda era diferente, as pessoas se vestiam, agiam diferente, as músicas, você já disse, já falou Chico, Caetano, que era uma coisa que vinha de antes também, né?

Mas o que é que estava acontecendo nesse período? Final da década de setenta, início de oitenta, né? Sim.
Bom, esse foi um período muito forte das discos, né? Porque aí veio o Grease, depois veio o Zimbalos, depois o Zimbalos de novo, outra volta e Dancing Days na Globo. A Globo sempre foi um divisor de águas social. Então veio o Dancing Days e aí ficou muito forte esse papo do disco. E aí foi que os caras abriram... Essa toco já rolava, essa toco foi um projeto que começou com um baile de garagem, sabe? Um dos meus irmãos chegou a ser sócio dessa toco. Enquanto os caras davam baile em garagem. ai... Enquanto os caras guardavam dinheiro para comprar mais equipamentos, este meu irmão gastava. Depois foram para uma sociedade, depois dessa sociedade... Esses caras da Toco, nessa ocasião, eles ficaram muito fortes. A Toco era uma casa noturna conhecida em toda São Paulo. Você ia na Toco, você via lá gente do ábêcê, de São Bernardo, aliás, de Santamaro, de Guarulhos, de Mauá, enfim, você via gente de São Paulo inteiro, de São Paulo e Grande São Paulo. Os caras saíam para ir num baile da Toco, que era um baile muito famoso. E, deste baile, vieram as vertentes, outras danceterias que eles abriram à contramão, que era na, em trato a pé, já para uma classe social, porque a toca era predominantemente cêdê, era o cara da Coab, enfim, e alguma coisa B, classe B. Já à contramão, alguma coisa já mais para a classe B, já pegavam o nicho da parte A, eles abriram a outra danceteria também, não me recordo o nome agora, Namoca, que era um bairro também classe média. Os caras abriram uma produtora, uma empresa, e eles traziam os grandes nomes do mundo inteiro, dábliotêerre, Produções Artísticas, os caras trouxeram a Rá, enfim, naquela época, os caras do momento, do mundo inteiro, os caras traziam para fazer shows no Pacaembu, no Morumbi. Então, é isso ficou muito forte e começamos a nos americanizar musicalmente, muito fortemente nessa época também, porque aí começou a vir aqueles sons de... Enfim, o funk, não esse funk que se vê hoje nos Estados Unidos, mas o funk de fato, uma vertente de rock. E o baile naquela época era muito mesclado, era um baile mescladão.
Eu queria saber daí então dessa sua época em que você parou de estudar, parou de trabalhar, e aí como que foi para gente continuar na cronologia assim da sua vida?
Certo, então essa época foi uma época muito constante, uma interação muito grande com esses amigos, né? Uma época de muita balada, uma época que eu fiquei muito mal acostumado, né? Estava sempre me acompanhando, com mulheres, era querido. E os amigos bancavam as festas e o cara, o ser humano, acaba que vai ficando mal acostumado. E assim eu fiquei por um tempo, cara. Até os dezenove para vinte anos. Aí eu voltei a trabalhar, né? Entrei no Bradesco.
E você entrou em que função? Escriturário. Foi concurso, como é que era?
Não, naquela época era totalmente quêi Tinha um cara, naquela época não era hoje um erreahá centralizado. Cada agência tinha o seu pessoal de contratação. Tinha um cara que morava na minha casa, que veio do interior, de onde eu tinha parentes. Eles vieram trabalhar no... Eles foram admitidos lá para vir trabalhar em São Paulo. E um dos caras morou na minha casa, que eu digo que é um irmão que eu tive também, ele morou por mais de quinze anos com a gente. E ele trabalhava na agência do Bradesco, que eu acabei sendo admitido. E assim, naquela época, para você ter uma ideia, eu repeti no teste. Fui fazer o teste, tava super nervoso, repeti, errei um monte de coisa. Aí a moça chamou ele lá, a mulher do departamento, falou, pô, seu amigo tá louco. Caramba, o cara, acho que ele só acertou o nome dele aqui. Aí ele falou, tá, outro teste para ele fazer de novo. Aí me deu, eu tava mais calmo, fiz e fui admitido no Bradesco Carrão como escriturário. Então não tinha nada de concurso, não. Era mesmo, e assim, as agências, os bancos eram superinchados, porque eu digo que foi na década de oitenta, foi a década da automação. Então, nós dizíamos que nós trabalhávamos com manivela. Então, minha agência, a que eu trabalhei tinha cento e trinta funcionários, uma coisa louca, mas à medida que também era uma grande família. Então é aquela... imagina uma casa com cento e trinta pessoas, né?
Negócio muito louco. Mas o cotidiano da agência nessa época em que você entrou, você entrou em que ano? Você estava com vinte, vinte e pouco, é isso? Por aí. Então foi segunda metade, isso, da década, isso, de oitenta, mais ou menos, né? Como você mesmo disse, a questão da informatização era algo que estava no começo ainda. Muito engatinhando. Então como que era esse cotidiano de um banco nesse período? Como eram feitas todas essas negociações, eu não sei nem como é que era, as transações, era tudo manual?
Bom, a estrela principal de um banco naquela época era o

Então, nós tínhamos computador no máximo, assim, para que fosse gerado listagens e nós trabalhávamos em cima dessa listagem. Então, a gente trabalhava ainda com aquelas impressoras, formulário contínuo, dependendo do que você ia fazer. E essas impressoras geravam listagem. Então, por exemplo, eu entrei no banco na cobrança. Eu cuidava do cartório. Então, é, eu cuidava da minha linha de clientes, que colocavam sua cobrança no Bradesco, o Bradesco fazia a cobrança dele, e dava instrução para protesto. Então, qual era o meu trabalho? Meu trabalho era fiscalizar isso, porque o trabalho da cobrança é fazer com que o cliente receba. E aí, o, então, existiam clientes, cada cliente atuava de uma maneira diferente. Então, tinha cliente que, após o vencimento, metia o cara no pau. Tinha cliente que dava trinta dias, aí trinta dias não pagou põe no pau. Então, eu tinha o controle de todo dia e na ficha desses clientes, e aí ver o que tava vencido, mandar isso para o cartório. Aí, nós esbarrávamos com uma outra coisa muito forte aqui no Brasil, né? Principalmente interiores e cidades em outros estados, né? Papo do colonialismo. Então, como é que o cara do Bradesco lá de, enfim, fim do mundo, City, vai colocar o coronel lá da região no pau? Meu, o coronel vai pagar o título quando ele achar que deve. E se você for cobrar dele, ele mete bala em você. E se você do banco for levar o título do cara no cartório, o dono do cartório não pega. Fala, não, eu não vou protestar esse cara. Então, cara, é uma coisa muito louca. E eu tinha que cobrar esses caras, porque o meu cliente falava, pô, o cara tá me devendo há seis meses e não paga. E esse protesto. E o cara não tinha nem ido para o pau ainda, porque o dono do cartório não aceitava protestar o cara. Então, assim, era uma coisa muito louca, né? Que de certa forma acontece até hoje. E assim, eu interagia com tudo isso, hoje eu dou risada, quer dizer, então hoje nós dispomos de e-mail, o emeesseene você clicou lá, você tá falando com o cara, mas naquela época era telex, cara. Você ia no telex via telefone. Você digitava, tinha lá uma listagem com todos os números de Telex das agências do Bradesco, do Brasil inteiro. Aí eu ia no Telex, digitava, por exemplo, Rio de Janeiro vinte e um, bababa um número, meu Telex conectava com o Telex do cara, eu mandava mensagem, favor providenciar a baixa do título referido, então vou entrar em contato com a sua diretoria regional, mais ou menos essa história. Então, o papel era o cara no banco nessa época. E era um trabalho muito complexo, porque era um trabalho de pingadinho mesmo. Não tinha essa de você... Ah, vou entrar no programa hoje e faço tudo. Não. Cada processo era um processo. Na cobrança, cada um tinha uma função. sendo que a única função em conjunto era atender os clientes no balcão.
E você ficou quanto tempo no banco?
No Bradesco eu fiquei... No Bradesco eu fiquei dois anos e meio. E sempre nessa função? Não, depois eu fui para o Caixa. Depois eu fui para o Caixa. Pintou uma oportunidade Caixa, E eu sempre fui um funcionário meio difícil nas empresas que eu trabalho. No banco não foi diferente. Só que à medida que eu sou um cara difícil, eu visto muito a camisa da empresa e levo muito a sério o meu trabalho. Costumo ser muito profissional. Então hoje eu acabo sendo um funcionário difícil porque as empresas perderam o profissional. já não dão tanto valor para essa figura. Mas eu, assim, no banco, eu falava na cara, sabe? Se eu achava, se eu tinha que falar uma coisa para você, eu chegava e falava na lata. Mas também, em contrapartida, eu sou um cara carismático, então fazia muita amizade, e você sabe como é trabalho, né? Então, eu era assim, o único escriturário que ia no puteiro com os gerentes. Então, eu ia com todos os gerentes, o meu amigo e eu, nos puteiros da vida, nas casas de massagem. Então, era loucura. Tinha balada que eu gastava metade do meu salário numa noite. E os caras me adoravam. Aí, depois, eu fui para o Cacho. O trabalho do Cacho era um trabalho muito complexo. Não é como hoje que o cara... Meu, a máquina só falta mandar o cara dormir hoje num caixa, que eu vejo de banco, não desmerecendo, com todo o respeito a esses profissionais. Mas na época que eu trabalhava, cara... Cada recebimento era um processo, um procedimento diferente de trabalho. Tributos de prefeitura, municipais, estaduais, federais. Cada empresa tinha uma maneira diferente de cobrar uns juros, multa. Naquela época a gente trabalhava com duzentos coeficientes diferentes, óerretêene, bêtêene, cêtêene,

Então, tinha um tal de cêipê, não sei se existe hoje, Conselho Interministerial de Preços, e bem assim, se você cobrasse um negócio errado, você tinha que pagar. O negócio era louco. Então, era um trabalho hoje que totalmente diferente daquilo que você vê hoje num banco.
E aí você ficou dois anos e pouco, é isso? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E aí de lá você foi para onde?

de lá, eu pedi para ser mandado embora porque eu queria montar uma loja de surf shop com um amigo meu. No fim, eu gastei toda a minha grana, o cara também não montou nada, mas ainda vivi uma época privilegiada de emprego, pelo menos em São Paulo. Aí eu mandei os currículos e na época tem uma empresa muito famosa, que foi muito famosa na Zona Leste, Tapeçaria Chique. Essa tapeçaria me chamou, Na ocasião chamou eu e um amigo meu da minha rua e fomos lá trabalhar na cobrança, setor de cobrança. E eu trabalhei nessa cêagáicê uns três meses, e foi uma coisa muito interessante. Eu entrei nessa empresa, eu sentia que a empresa, ela tava perdendo cliente, perdendo cliente. E uma puta empresa, cara. E vendiam um puta produto. Entendeu? O tapete, para, de alto padrão. E os caras estavam perdendo cliente. E a gente tinha um problema muito sério na cobrança. Porque a empresa colocava as cobranças no Banco Real, e o Banco Real naquela ocasião, não sei como é hoje, era uma porcaria. um percentual muito grande de cobranças eram extraviados. E aí o cliente não recebia o boleto em casa para pagamento. E você sabe como é que é brasileiro, o cara não recebeu, o cara não pagou. Quando o cara ia ver, o cara tava com o nome negativado. E aí o cara imagina como o cara não chegava lá na empresa para acertar essa situação, o cara chegava soltando fogo pelas ventas. E eu detectando esse problema, eu falei, gente, mas isso é muito fácil de você solucionar essa questão. Porque também não adianta o cara vender contando com uma venda, contando com aquela venda e depois ele queima o cara e o cara vai falar mal da empresa. Enfim, eu não sei como está hoje a empresa, mas naquela época a tapeçaria chique estava abrindo o bico. E aí eu tive uma ideia, porque eu falei com a minha chefe, ela falou, olha, Não adianta, porque a única coisa que o vendedor tinha que fazer, implantar na venda dele, era dizer o seguinte para o cliente, se você não receber um boleto bancário daqui quinze dias, liga para a gente, para a gente ver o que tá acontecendo com você.

Beleza. Mas ela dizia que os vendedores não falavam isso. Falei, porra, mas por que os caras não falam isso? Porque não falam, é cultura do vendedor da tapeçaria. Chique é o cara que tá trabalhando aqui há vinte anos, ele não fala isso e não vai falar isso. E o dono não vai mandar ele embora porque tá há vinte anos trabalhando aí. Tá bom, falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carimbo? Carimbo. Você não receber um boleto bancário de vinte dias a partir da data da compra, favor ligar para o fone. Aí o cara não tem que falar nada, ele só pede para o cara ler o carimbo, tudo bem? Porque aí eles vão ter que... assumir esse compromisso. Não, tá bom. Então, vamos lá. Aí, rapaz, eu fiquei famoso nessa Chique Eu chegava, olha o cara que teve a ideia. Olha o cara que teve a ideia. Eu falei, pô, eu sou o cara, né? Olha que papo louco. Aí, um dia eu cheguei para trabalhar e eu trabalhava no segundo andar. O elevador da Chico tava com problema. Tinha hora que abria, não tinha elevador, só tinha poço. E uma mulher foi pagar parcela que tava atrasada, eu atendi ela. E eu sabia que o elevador daquele dia tava com aquele problema. E a hora que ela foi embora, eu falei para ela, escuta, você, a hora que você chamar o elevador, cuidado porque tá abrindo, tem hora que não tem elevador, então presta atenção para você não cair. Beleza. A mulher foi falar com o diretor da empresa, dono, terceiro, quarto andar, sei lá. Pô, eu estou lá trabalhando que nem, né, bom funcionário, de repente me chega um cara gritando, Ó, quem é o Marcos? Eu falei, porra, quem sera que é, né? Eu nunca tinha visto o cara, né, o dono. Quem é o Marcos aqui? Eu falei, sou eu. O que você faz aqui? Eu falei, eu trabalho aqui na cobrança. Porra, você vem falar para cliente, rapaz, que se abrir a porta e não tiver o elevador, ela vai cair, pô, que não sei o que lá. Ela foi lá reclamar comigo. Pô, faz o seu trabalho aí, o que você tá se metendo, pá? A minha chefe abaixou a cabecinha e ficou na dela. Eu falei que puta sacanagem, cara, eu só quis alertar a mulher. E logo em seguida, apareceu uma vaga, um amigo meu trabalhava no bêcêene em Alphaville, apareceu uma vaga lá, eu fui fazer o teste, fui aprovado, e aí eu pedi o desligamento da chique. E saí fora de lá. E hoje, todos os elevadores têm uma plaquinha na porta, que se ele abrir, para você olhar se está lá, porque hoje é uma lei, e naquela época não era, né? Então para você ver como as coisas caminham naturalmente, né? <laughs> Então foi isso aí, de depois eu fui para o bê cê ene, enfim... Em Alphaville isso? Alphaville, aí eu já tinha... Era uma viagem, não? Viagem, mas assim, o bê cê ene é... Eu sinto muito por essa empresa não existir mais, né? O Bradesco comprou e engoliu o bê cê ene. O BCN é uma empresa muito paternalista, Eu sinto orgulho de dizer que eu trabalhei lá. Trabalhava em um lugar, centro administrativo do bê cê ene, que os o os donos, particularmente o dono do banco, Doutor Pedro Conde. Doutor Pedro Conde, para quem não sabe, foi, acredito que ele não esteja mais vivo hoje, um mega especulador do mercado financeiro. Foi um cara que ganhou muito dinheiro às custas de de especulação mesmo, sabe, de, enfim. Mas era uma pessoa muito gente boa. Era um cara que... ele era o dono de um banco com cento e sete agências, ele andava na hora do almoço no meio do povo, conversava com todo mundo, trocava maior ideia. E assim ó, eu eu acho que se essas figuras tivessem consciência de como isso é im é importante, é legal, e do retorno que traz para o cara, eles com certeza fariam mais. Então assim, eh... o bê cê ene era um banco muito paternalista, nós tínhamos fretado, levava e trazia. Nós tínhamos um ambiente de trabalho maravilhoso. Eles davam comida, alimentação de primeira, nutricionista. O bê cê ene, na época, foi o primeiro banco a investir em uma medicina preventiva, já prevendo a síndrome do pânico, que hoje é forte no mercado. Tem um monte de psiquiatra que está, ixe, ganhando rios de dinheiro por conta dessa doença moderna. O bê cê ene antecipou isso. com o médico doutor Cunil, porque teve uma época de trabalho que eu perdi meu pai, que, e depois eu era tesoureiro, aí morreu morreram dois funcionários que trabalhavam sob minha responsabilidade, que eu tinha um carinho muito grande, sofri um acidente, vieram a falecer, e eu fiquei muito mal, comecei a passar mal, e eu fui passado por esse médico. E ele me explicou, ele falou não, estou estou fazendo um trabalho hoje preventivo para estresse. Então, você você percebe a a proporção da coisa? Enquanto que, eh, os caras estavam andando em uma linha, o Pedro Conde estava dois passos à frente O Pedro Conde, no começo de noventa, ele dizia que o ano de oitenta foi a época da automação. No no... Não, no ano de oitenta, a década de oitenta foi a década do trabalho, a década de noventa foi a da automação, E a primeira década do novo milênio seria a década do atendimento. Que o que ia valer numa empresa, de fato, é o atendimento que ela ih eh, iria dar ao seu cliente. Então imagina como esse cara não pensava. Bem à frente, né? Porque com certeza ele não estava embasado com pesquisa não, cara. Ele só falava aquilo que ele via. Então, assim, o bê cê ene eh, foi um do dos lugares que eu trabalhei que eu que eu, assim, me orgulho muito.
E e em algum momento você voltou a estudar, retomou seus estudos, Marcos?
Então, durante esse período, no Bradesco, eu voltei a estudar. né, eh... arrumei lá uma namorada, a menina estudava, pá. Não, estuda pá. eu voltei a estudar, mas não complementei. No bê cê ene, mesma coisa. Imagina que eu administrei mal essa questão de de... de balada, dinheiro, mulher, enfim, quando eu era bancado pelos meus amigos. Aí imagine você, eu, entrar em um banco Bradesco naquela época, pô, bancário ganhava bem, É o meu primeiro salário, porque a gente tinha que trabalhar social. Meu primeiro salário, eu comprei roupa associada com, sobrou dinheiro. Eu falei nossa, estou rico. Então, assim, imagina como era isso, né? E e à medida que os anos vinham se passando, o o tempo se encarrega de deixar você mais bonito, mais inteligente, quer dizer, isso até um período depois você Mas naquela época assim, ficava mais bonito, mais inteligente. E assim, eh eu principalmente quando estava no bê cê ene eu era muito assediado, sentia muita mulher, muita balada e grana. Então assim, e eu, eu tive pessoas que passaram pela minha vida, E Yolanda Moretti, uma delas trabalhava no bê cê ene na área de ó i eme, ela dizia, Marcão, você é um cara criativo, cara. ⁹ é é ja⁵ publicidade em pessoa, você é criativo. Pô, volta a estudar, faz faculdade, você vem para o marketing do banco. Falei, pô, aí é eu tinha os amigos na auditoria de banco, de do banco também, e eu sempre gostei dessa coisa meio complexa de, sabe, não de, en enfim, auditor, né, só ferra a galera. Mas a a coisa complexa, sabe, de você ir para cima de um mistério, você apurar e ver o que tá acontecendo. E e o chefe grande desse setor, ele era amigo meu, ele, porra, meu, volta a estudar, termina esse colegial, entra pelo menos em uma faculdade que eu já te puxo comigo aqui no meu setor, enfim. Isso aconteceu, não voltei a estudar, chegou uma hora o banco, me dei um pé, fui demitido, né, por questões de de incom incompatibilidade de genios, enfim, problema com gerente, né, também não era fácil de lidar. O banco acabou me dando um pé, né, e com... quer ver, vinte quatro, vinte uns vinte e cinco por aí, vinte e cinco, vinte e seis anos, não lembro bem, eu fui demitido do bê cê ene, né. E aí foi assim, com vinte quatro anos eu conheci eh a pessoa que eu namorei cinco anos né. Então já jáhavia começado uma história aí, né? Conheci a Solange, que foi a minha, a pessoa que... o meu grande relacionamento sério. E com ela eu fiquei até os vinte e nove anos. Ai
E e depois do bê cê ene, como é que foi esse. É
Depois do bê cê ene, é eu peguei uma grana, né? A Solange tinha um padrão de vida muito bacana, sabe? Ela tinha apartamentos, ela tinha grana, sabe? Dollars, joias. E meio que a gente ia entrar um pouco nesse mundo. Então, eu vivia o tempo todo naquele apartamento dela no tatuapé, é a gente saía no carro zero dela, balada sempre os melhores, moteis sempre os melhores. E aquilo meio que que vai te seduzindo, e eu fui me seduzindo. Aí o que aconteceu? É... Pegamos, eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão e aí nós eu falei, meu, a gente tem que montar alguma coisa, né. Ela tinha uma amiga,

E aí eu peguei toda a minha grana, ela pegou o equivalente àquela grana dela, fizemos um montante, jogamos na mão dessa Lúcia para a gente montar, compramos lá uma empresa de de de produtos de limpeza, juntamente com a patente de um de um sabão. e um sabão famoso no mercado. Só que a mina era tão enrolada que ela conseguiu quebrar a firma. E não Então, enfim, tinha o nome do produto, a patente, mas não existia empresa, né? Estrutura para fabricar. A gente... Nós compramos... E essa Lúcia, bom, ela já pegou a grana, já comprou um carro, já foi morar em um flat. A mina era muito um um sete um, muito. Enfim, essa mina garfou a nossa grana. Perdi todo o meu dinheiro. a Solange perdeu o dinheiro dela, ela era uma pessoa super capitalista, aí ela ficou me acusando, porque assim, eu eu que fazia, eu que trabalhava com essa moça, mas a medida que eu também era um cara muito ingênuo nesse sentido, até então só tinha sido empregado na minha vida, tá? Não tinha menor menor know-how de de administrar, muito menos de vender, tá? Eu catei um talão de pedido da da da empresa, fui vender, eh passei, paguei mico porque Cheguei em uma empresa, o cara falou, vamos cotar uns preços, eu já fui tirando a nota, o cara falou, não, vai tirar a nota, campeão, eu vou comprar, quero ver só o seu preço. Então, quer dizer, tipo da coisa que, aí perdemos a grana, essa Solange falou, falou, falou, falou, cara, porque eu vou falar para você, nosso relacionamento era muito bom, enquanto não rolava a grana. Entrava o dinheiro na jogada. E assim, sempre tinha aquele papo. A Porque um dia a gente vai montar uma pousada, e a gente vai embora de São Paulo, e a gente vai não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É e eu eu fui entrando no jogo, né. Eu não vou dizer que eu me enganei que eu fui enganado, não, cara. Eu me deixei enganar, sabe? Dinheiro é bom, o viver bem é bom, né. E eu vivi isso com a Solange. né. Então, cinco anos que... Eu transava com uma mulher maravilhosa, uma pessoa formada, pós-graduada, que tinha grana, tinha status, eh andava andavamos em um carro zero, enfim. E Então foi isso. Depois, eh eu fiquei sem ele nem beira. Aí um irmão meu, eu tinha esse irmão que faleceu, ele tinha banca de jornal. E uma outra irmã também tinha comprado banca de jornal. Eu falei, pô, sabe de uma coisa? Aí um um um um um outro irmão, um terceiro, tinha uma grana parada e falou, meu, eu eu vou, eu tenho tanto aí, vê o que você quer fazer então. Eu falei, pô, o que eu quero fazer? Então eu vou comprar uma banca de jornal, porque pelo menos aí eu não vou falir, nem ser enganado, porque esse ramo a gente já conhece. Então eu comprei uma banca de jornal. E nessa banca de jornal eu fiquei durante, eu fiquei com ela três, quatro anos, que era no bairro do Tatuapé, bem próximo ao apartamento da da minha ex-namorada. E depois eu vendi essa banca e fui para o centro de Itaquera, né, que é um lugar muito movimentado, tipo, bem povão mesmo, muita gente passando, enfim. E eu tinha uma teoria interessante, porque assim, no Tatuapéu não vendia muito, porque o meu cliente no Tatuapéu, ou o cara tinha um apartamento que ele tinha acabado de comprar e tava arreado nas prestações, ou ele pagava aluguel, não tinha um real para nada, ou ele tinha muito dinheiro e aí ele não comprava nada em banca, porque ele assinava tudo. para ele e para os filhos dele. Então, eu falei, não, eu vou para o Centro Itaquera, porque o Centro Itaquera tem um monte de gente. Aí, chegou lá, eu me deparei com outra realidade. O cara tem cinco contos no bolso, ele vai comprar uma revista ou carne para levar para casa? Carne, né, meu? Então, a revista é superflua. Então, assim, mas legal, sabe, foi foi coisas assim que só você participando de determinada rea realidade, que você percebe. Meu cliente em Tatuapé era um, meu cliente em Itaquera era outro.

o tempo que eu fiquei em Itaquera, enfim, todo dia alguém tentava me dar um golpe. Então, se um dia eu fechasse a minha banca, ninguém tinha tentado me dar um golpe, eu ficava chateado, eu falava, pô, ninguém hoje. Então, era assim, era o cara falando, ah, eu saí da prisão, o outro vinha, eu tenho AIDS, o outro vinha e falava, pô, eu sou cigano, estou vendendo ouro. Aí, meu, todo dia alguém, queria te dar um um chapéu. Então, é legal isso aí, né? Porque você acaba no começo, é muito assustador, mas depois você se acostuma. E eu fiquei sete anos com banca, né? Aí, no meu último ano de banca, foi que me veio à luz. Eu falei, pô, será o que eu quero para mim, né? Será que eu quero casar, morar na Cohab, arrumar uma mulher, ter lá uns quatro, cinco barrigudinho, ou não. Mais, quero mais. Então, assim, o o processo que eu saí da Solange eh foi um processo, assim, de muita reflexão e muita autopiedade. Fiquei alguns anos sentindo autopiedade, sabe? Coisa chata mesmo, sabe? coisa coisa que nossa eu penso e não sei nem como eu me aturei. E assim, Eu me tornei um cara chato. Todo mundo que ia conversar só falava dessa mulher. Ah, porque minha ex-namorada, minha ex-namorada, minha ex-namorada... Aí eu conheci umas minas, as minas falaram, pô, você gosta dessa mina ainda? Não, eu não gosto mais dela. Pô, mas você não para de falar nela, eu estou até constrangida. Sabe, teve pessoas que passaram na minha na minha vida nessa época, muita gente boa que eu poderia ter aproveitado, né? Só que o que é do homem, o bicho não come, então não era meu. E eu dispensei, ah e pela, sabe, por mim mesmo, né? Porque eu acho assim, acabou uma história, meu, acabou aquela história. Mas eu fui aprender isso um pouco depois. E Então eu fiquei lá na minha banca, né, todo dia eu ia abrir a banca, fechava a banca. Ia embora para casa, ia abrir a banca, fechava a banca. Falei, pô, mas que vida é essa, né, cara? Que bosta. Eu estava entrando realmente em uma, em uma coisa que... E foi uma época que eu que eu escrevi muito, né. né. Eu falei, não, agora eu quero publicar um livro de poesias. Ah, o cara é o poeta. Aí, todo dia... Eu falei, não, então, eu tenho uma meta, todo dia eu tenho que escrever uma poesia. Então, todo dia eu tinha que escrever uma poesia. Então, teve teve muita coisa interessante, mas também teve muito lixão. né. Porque, porra, como é que você vai escrever um negócio se não tem a menor inspiração? Ai, meu Deus do céu! São rima com coração e, ai, meu Deus, mente com semente. Vamos lá fazer a poesia. Então, quer dizer, tinha dia teve teve muita coisa horrível, né, assim. E

E, meu, e ela passava em frente da minha banca, ficava me olhando, eu olhando ela, pá, e aí aí um dia ela entrou e a gente ficou naquela e pá... E aí sabe quando você percebe que a menina é muito gente boa? E chegou um dia e ela falou assim para mim... E aí? Você vai sair comigo ou não vai? Falei, meu, você namora, meu. Ela falou assim, pô, eu namoro, mas, pô... Eh, se um dia o namorado dela ver isso, cara, relaxa. Porque eu não saí com ela e também ela não estava confusa. Mas foi uma coisa muito louca, assim. E essa mina me aturou muito, cara. Porque ela me ouvia muito. Ela Eu acho que essa mulher, nessa ocasião, ela deve ter sido muito apaixonada por mim. Porque como ela me aturou falando dessa solange e lendo esses alguns poemas horríveis meus, sabe? Cara, ó ela até pegou um dia todo manuscrito, né, porque naquela época não tinha computadora, quer dizer, tinha, mas a gente não tinha tanto acesso. Ela foi na maquininha de escrever no trampo dela, digitou tudo lá, escreveu, datilografou, falei, meu Deus. Então, assim, só que aí chegou uma hora que eu que que também... Aí eu comecei a ler, eu falei, aí está lá... Eh, vida social de do cara que não tem o que fazer, eh, ir no no no lançamento de um livro, de um poeta, livro chato, enfim. Falei, porra, mas poesia então não vende no Brasil, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, não, vou voltar a estudar, que é o caminho, né? Então, em mil novecentos e noventa e oito, meio de noventa e oito para noventa e nove, eu voltei a estudar, só que dessa vez focado. E E fiz o colegial, em uma escola pública, né, supletivo, porque também não tinha grana para ficar dando escola particular. E E no final de noventa e nove, eu me formei na escola pública. Em dois mil, prestei o vestibular e entrei na universidade.
E você foi... Prestou para que curso?
Prestei para comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, né. Entrei em uma universidade, Unicid, Universidade Cidade de São Paulo. Cara, a faculdade para mim... Sei lá, muita gente passa por lá, né? Para mim foi uma puta escola. E as .Eu entrei com trinta Mas quando eu entrei na faculdade, meu, pô, eu entrei cheio de sonhos, sabe, meu? Ridiculamente cheio de sonhos. Acreditando, sabe? Pô, eu vou ser um Oliveto, eu vou ser o cara na publicidade, eu vou fazer e vou acontecer. E dizia assim, porra, se o mercado não me não me der a oportunidade de abrir uma porta, eu vou meter o pé na porta e vou arrombar essa porta e vou fazer. E, assim, eu aprendi, cara, tão as duras penas que não é assim que funciona. Primeiro grande mico que eu paguei na faculdade, irmão, foi na no começo da aula. Eu tenho todo essa esse meu jeito de... eu chego no lugar já... espirito, eh eh eu tenho um espírito de liderança, então, assim, eh incondicional. Chego em lugar, tem lugar que eu acabo de chegar, os caras me elegem. Aí ele lá, ó, o cara lá. Eu falo, não, mas por que eu? Não, não, é o cara. Então eu precisava de, de, de, do cara lá, esqueci o nome, coordenador de sala, sei lá, essas coisas que é o cara que fica dando recadinho, né, para galera e faz a ponte com os professores. Então precisa, quem que é? Aí tinha um rapaz que estudou comigo, Leonardo Tonazzo. O cara era muito inteligente, muito. E nós fizemos um complô e conseguimos tirar o cara da faculdade no segundo ano. Ele saiu fora da faculdade. Porque ele achava que o nosso curso estava muito prático. Ele achava que o curso tinha que ser mais teórico. coisa louca, e queria derrubar a nossa diretora, e aí a gente, eu fiz um bem bolado com uma outra pessoa. E assim, eh o primeiro grande mico foi, aí os caras é pegaram esse Leonardo como o primeiro cara e tinha que pegar um segundo substituto, porque o Leonardo, ele era testemunha de Jeová e não ia na faculdade às sextas-feiras. E pegaram o o o amigo aqui. E aí nós fomos fazer uma reunião com o pró-reitor de de. Enfim, o cara era um pró-retor da faculdade e ele ele estava como diretor do meu curso, que ainda não tinha o diretor. Ai fomos Aí eu cheguei lá rapaz, no meio eu, esse Leonardo Tonazzo, mas o pessoal da outra sala e essa figura, né, doutor Eduardo Fonseca, procurador da República. Eu cheguei nos caras e falei assim, olha, vocês não sabem a emoção grande que eu estou sentindo de estar aqui com vocês por estar nessa universidade. Amigo, essa galera me olhou com desdém, assim, tipo, que babaca. Eu olhei assim e falei, pô, para onde eu estou entrando, cara? Aqui só tem cobra. E aí foi que eu comecei a entrar no mundo real. Então, eu fiz o primeiro ano de faculdade, tipo assim, eu era o cê dê efe, né? Então, muita série, muita matéria, pá. No segundo ano, a faculdade descolou uma diretora de curso, professora na época doutorando, Ana Maria. Hoje, inclusive, Ana Maria está na Universidade de Guarulhos. Sempre tem mercado para essas pessoas. Doutor Eduardo Fonseca, se eu não me engano, ele está na Uninove. É incrível como sempre tem mercado para esses caras. E aí eu conheci a doutora, essa professora Ana Maria. E Particularidade, eu era o aluno, um dos mais velhos da sala. E ela me chamou, né? E papo vai, papo vem. Eu sou jornalista. Ela era jornalista, eu sou jornalista. Eu estou vindo aqui, curso de comunicação. E você tem que participar. E você tem que Faculdade não é só vir para aula. Você tem que participar, meu. Você tem que pá, ir e fazer, se envolver, e pá. E E aí eu fui, me envolvi, cara. E conheci algo que poucos alunos podem conhecer em uma universidade. Os bastidores. Você não sabe o que rola, cara. O jogo de vaidades entre os professores e doutores.
Saca? Cara, muita coisa.
E você disse que você era um dos dos alunos mais mais velhos da sua turma. Sim E como era isso? Eh Como era ser um dos mais velhos com relação... Sei lá, tinha, com certeza tinha aluno que tinha dezoito, dezenove anos, que tinha prestado vestibular, acabado, recém chegado ou não tinha. Como era isso?
Cara, eu entrei na faculdade com um puta medo. Eu falei, meu, e aí? Eu estou vivendo em uma escola pública, fiz um colegial meia boca, E aí complicou. É... O que que eu faço? Só uma parte, tudo bem aí, velho? Aí complicou. Falei, pô, e agora? Cara, fui super tranquilo, sabe? Eu fu, é... Assim, Depois eu vi que eu tinha uma puta facilidade para fazer o meu curso. É, depois eu vi que não adianta você bater de frente com a galera, porque o aluno de comunicação é problema, os caras são loucos. Então assim, no primeiro ano eu tinha um cara na minha sala, um tal de Luciano, o apelido do cara, para você ter uma ideia, era Carandiru. Imagina a figura. Esse cara, meu, porra, ele não dava um tempo na aula, e eu ficava puto da vida. Então, eu já interagi com umas minas na minha sala, né? meus grupos, normalmente, no primeiro e segundo ano, era uma maravilha, só eu de homem. Aí eu chegava nas minas e falava, meu, eu vou quebrar a cara desse cara, velho. Eu vou bater nele? Eu não vou aguentar. As meninas Depois eu vi que não era nada disso, cara. Era só você chegar no cara e falar, meu, dá para esperar um tempo, fica quieta aí, maluco. Aí o cara ficava. E aí, e então, assim, o que acontece nessa molecada? Eles começam a ver na minha, começaram a ver na minha figura aquilo que eles não têm na figura do pai. Entendeu? Um mano para trocar ideia, para eles se abrirem, para para tomar uma cerveja, para falar... Porque assim, cara, hoje tenho quarenta anos, mas, meu, na boa, não me sinto com essa idade. Eu sou muito moleque, muito, muito. Então, eh isso foi super tranquilo, sabe? Essa convivência com essa rapaziada, baladas Tinha uma galera tinha uma galera assim, que não, eh, não saía sem mim. Vamos sair. Não, estou duro. Não, vamos sair. O cara era uma coisa muito louca. E Mas assim o que pegou muito pesado na na universidade, bicho, foi essa questão dos bastidores, sabe? Lavagem de dinheiro. Coisa brava mesmo. sabe? E... Troca a fita de novo.
Bom, Marcos, aí você ãh estava falando dessa época da sua experiência com com a universidade, né, sim, do seu curso, sim, que você se entrosou e tal. Aí ãh... Pegando a, um ponto que você falou lá no começo, que era com relação, ãh... aos seus escritos, que você gosta de escrever e tal, você disse que teve aquela sua fase das poesias lá na época da banca, mas como que foi a continuidade disso a partir desse momento de faculdade? Como como prosseguiu isso?
Olha, quando... Eu acho que em todas as vertentes da vida, mas eu vou falar potencialmente, eh... da parte da escrita. Cara, é um aprendizado diário. Então, quando eu entrei na universidade, eu era um leitor e eu era um escritor. Hoje eu posso te dizer com propriedade que eu sou outro, tá. Mudam-se visões, Mudam-se conceitos. Em muitos aspectos, nós ajudamos a conceituar determinados fatores. Então, cara, é é algo de evolução e eu sinto que eu tenho muito para evoluir também. E e
E qual foi o o primeiro livro ou a primeira lembrança de leitura que você tem?
Bom, eu eu cresci com um irmão que tinha banca de jornal. Gibi, né, aí depois, eh... na fase de amigos, enfim, desses meus amigos mais intelectualizados, sempre vejo, se sempre gostei desse tipo de, deu deu desse de desta linha de leitura, né, atualidades, enfim, do que está acontecendo, né, Playboy, legal também. Agora, falando de livros, Cara, olha, eh... eu eu não tenho assim uma linha, tá? Então, eu já li literatura portuguesa, vai, O Crime do Padre Amaro, Iracema, eh, Duda Mendonça, né, casos e coisas. Eh... Enfim, Jô, Jô Soares. é... Então, Eu posso dizer para você que eu sou um leitor, assim, eu todo dia passo jornais, não vou falar para você que eu leio ah, devoro o jornal, não. Passo, normalmente costumo ler aquilo que que mais me prende, né, que são assuntos atuais e e e eu gosto muito de me inteirar daquilo que está acontecendo na educação. Livro, olha, eu vou falar para você, eu acho que o homem que é malandro, inteligente mesmo, esse não para de ler nunca. Mas eu, cara, eu vou falar uma coisa para você, eu eu sou um cara meio de fase, sabe? Então, eu estou passando por um momento na minha vida muito conturbado e eu sou um cara muito agitado. Então, é esta é uma fase que não dá para mim ficar parando para para ler, tá? Portanto, eu posso dizer para você o seguinte, então vamos lá. Escrevi muita poesia, né, algumas crônicas. Mas, por exemplo, eu tenho uma peça escrita, né. Essa escrevi quando eu estava na faculdade. não sei. Uma coisa que é importante frisar também para para para para para o para o para a parte literária da coisa, no segundo ano de faculdade fiz um ano de teatro. Então Conheci pessoas de teatro, sabe, um um pessoal muito desprendido de muita coisa. e com uma bagagem cultural muito grande, principalmente voltada para essa área de teatro, efim. Eu não conheço nada. Tem uma pincelada aqui, outra lá. Mas eu escrevi uma peça. Minha peça é uma peça de cunho social. né. O nome é Achados e Perdidos Dentro de Nós. Então assim, Tudo que eu escrevi até então, até essa, até a peça e a peça também, nunca teve um cunho comercial, tá. As minhas poesias sempre tiveram um dono. Eu costumo dizer que nenhuma poesia minha é minha, porque alguém é dono. Eu fiz para ela, eu fiz para ele, eu fiz para uma situação. E assim, eu tenho tudo isso muito claro na minha cabeça Por que você escreveu isso? Não, porque um dia eu passei e vi uma menina de cadeira de roda e pá, escrevi. Então, isso eu tenho muito claro para mim. Então, em um em um, se um dia aparecesse alguém e falasse, não, vamos pegar aí, alguns poemas seus, e você faz mais alguma coisa e vão publicar em livro, legal. Mas nunca nunca foi essa a intenção. E a peça também, cunho social total. Eu Nesta peça falo de discriminação, preconceito, interação, ser humano, enfim. É uma peça em que brinco com situações. Então é eu Gosto muito de trabalhar naquilo que escrevo com com eh as questões, a a questão do sentimento mesmo. Quero que quem leia sinta. Quero que o cara fique puto, quero que o cara dê risada. Então, tem mais ou menos isso na peça. Mas é é uma peça de cunho bem social. E
E ah... Você disse, com certeza, você... Como você mesmo disse, você é um escritor e um leitor, né?

E para você escrever, você tem que tirar não só da vida, mas também do que você lê, do que você absorve.

Das informações, né? ãh... Tem algum livro ou algum autor que tenha marcado em especial a sua vida? Algum Alguma coisa que você fala, nossa, esse é o livro da minha vida, ou esse é o autor que eu gostaria de ãh um dia escrever como ele. Alguma coisa nesse nesse.
Olha, eh eu acho que, por que assim, eu acho que o livro é um momento. Então, por exemplo, O Crime do Padre Amaro é livro é uma literatura portuguesa, é um livro dessa grossura, enorme. muito complexo, aquela aquelas palavras mesmo, eh a escrita de Portugal, e tinha hora que o livro te convidava para você desistir. Falei assim, não, vou jogar esse livro, não vou mais continuar lendo. Mas eu me maravilhei com a história. Então, tudo bem. Casos e coisas, Duda Mendonça. Foi um livro que eu li quando eu estava na faculdade. Então, para mim foi... Oh, que livro! Aí, depois, o cara roubou lá. pá Mudou o conceito. Então, acho que... Que cara, assim, eu eu eu não tenho como te responder. Um autor. Falar, pô, é Shakespeare. Ou é... Ou... O Jô... Sei lá. Juca Chaves. Não não tem essa. Então, assim, eu eu não tenho. Até porque... Eu acredi acredito que o que eu li é é... Bom, tudo o que se lê, o o oque o cara leu, é importante como referência. É Eu costumo costumo trabalhar isso muito mais como referência gramatical. Eu acho que nós somos é muito mais aquilo que a gente vive, né, né mesmo? A a nossa A nossa vida o tempo todo é é observação, é experiência, conhecimento, todo o tempo você está aprendendo, todo o tempo, todo o tempo você está aprendendo, cara. Se você for partir é por esse pressuposto, toda hora que você entrar no metrô, toda hora que você ir ao banheiro, você está aprendendo alguma coisa. <coughs> que você pode usar em uma ou outra situação.
E hoje qual é a relação da sua vida com a literatura? Seja como leitor, seja como escritor, né?
Pois é, eu eu eu não terminei um livro aí, né? Fiz, porque foi assim. É Meu grande sonho, eu tenho um sonho na minha vida. Eu até quando eu fiz uma pré-entrevista aqui, eu falei que eu me considero um sobrevivente. E falei também de um fosso. É um fosso social que existe e ele é muito forte aqui no Brasil, que é um fosso, que é elite, né, que ela é composta, quer dizer, todo mundo não, mas que ela é composta pelos altos escalões políticos, de comunicação, enfim, empresários. É... Essa elite nós sabemos que os caras têm sua prole, tá, sua família. E e os caras não querem repartir o bolo e ponto, a gente sabe que isso acontece no Brasil. E Então existe um fosso, existe um lado do fosso e existe o outro, tá Vamos dizer que o outro era um é um castelo, vamos colocar assim, então tem um fosso, uma muralha, pá, ali naquele fosso tem um monte de coisa, tem crocodilo, tem piranha, tem bomba, enfim, tem lixo tóxico, é para o para o cara não passar. E o o que acontece comigo? Eu me vejo numa situação muito, muito muito peculiar. <coughs> Por quê? Porque hoje eu não estou nem fora e nem dentro do castelo, eu estou no fosso, eu estou na água. Eu tava fora quando eu tinha minha banca. Ali eu tava para para para ter minha casa na Cohab, para arrumar minha mulher e ter meus dois barrigudinhos. E eu decidi que eu queria tentar o outro lado. Só que assim, hoje eu estou na água, cara, porque aqui no Brasil não tem espaço. Para quem não tem padrinho, para quem não tem um conhecido, não tem espaço, literalmente. E É eu aprendi as duras penas, né. Durante a universidade, eu não consegui um estágio, quatro anos de faculdade, pela idade, porque eu procurei todos os anos. Eu era cliente do CIE, não consegui achar um estágio. Então é uma coisa louca, cara, sabe, o que acontece aqui nesse Brasil. E E e à medida que eu ia participar de processo seletivo para estágio, eu eu me deparava com selecionadores que diziam assim, pô, você é normal? Não, é normal. Quantos anos você tem? Trinta e cinco fazendo faculdade? É normal. Nada é normal. Eu não tenho estereótipo universitário. Da mesma forma que no Brasil, não não querendo jogar o papo ou a conversa para um lado, o negro também não tem. Eu eu não Na minha sala não tinha um negro. Bom, enfim, olha voltando para a literatura. É Eu eu dentro desse esforço, me julgo um sobrevivente, porque todo dia tenho que pegar um crocodilo, uma piranha, uma bomba ou ou um lixo toxico e e esta tentando me derrubar, e à medida que preciso fazer alguma coisa. O meu grande sonho é conciliar a minha arte com o provento, com a mesma maneira de de viver. E e o Então eu escrevo um livro. Meu livro nasceu de um roteiro. Primeiro eu sentei no no meu computador e fiz o roteiro para um filme ponto. Aí eu pego esse roteiro e mando para um monte de cara de produtora, enfim. Só que eu não sou da família Falcão e nem tenho pé na Globo, nem na Record. Enfim, não não sou da máfia. E aí o que acontece comigo?

Ninguém tá nem aí, bicho. Literalmente, ninguém tá nem aí. Eu sou mais um. Então, quer dizer, eu sou mais um para quem?

À medida que eu sei que eu não sou mais um, cara. Eu sei que eu tenho meu valor. Só o que que acontece. Aí, eu falei, pô, mas não vende roteiro no Brasil. Não vou vender, esse roteiro vai morrer comigo. Falei, não, eu vou transformar ele em um livro. E transformei o roteiro em um livro. Então, assim, o que o que eu vivo hoje na literatura? Hoje, eu vivo um momento assim. Eu vivo o momento da minha obra. Tem um livro, que eu acho que ele é um livro bacana, está trancado dentro de um micro. Aliás, já não está mais trancado, porque eu peguei e mandei ele para um monte de editoras, tá, para que fosse analisado. E a coisa é feita de uma maneira a a é... Estranhamente é feita de uma maneira assim que meio para dificultar mesmo, sabe? Mas enfim. E parece que ninguém tem interesse. E eu preciso encontrar, por isso que eu fico agitado, porque eu preciso encontrar maneiras de transformar isso em realidade. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Mandei para um monte de editora, nada. Cobrei algumas editoras, nada. O que eu recebi até de uma editora foi um orçamento, dizendo que se eu disponibilizasse três mil reais, eu faria não sei quantas edições. Espera aí, eu não tenho essa grana, entendeu? Não Não é assim. e pô. Ah, tudo bem, então Não não é é existe, essa realidade não faz parte da minha. Então, o que acontece? Eu falei, não, eu vou falar com um escritor, eh... Com um escritor. E fui atrás. Mandei e-mail para todo Porque eu sou assim, o Rodrigo. Eu sou um cara que eu fico fazendo loucura. Entendeu? E Então, eu acho que a gente não é... É a gente não aparece até o momento que a gente aparece. Porque apareceu, apareceu, entendeu? Então eu ia fazendo loucura, eu sei lá, eu eu tenho tudo aquilo que... Então eu fui nos escritores, mandei e-mail para o Paulo Coelho, né, enfim, para Deus e mundo. E um dos caras me falou o seguinte, falou, olha, livro no Brasil, cara, é embaçado. Os caras recebem centenas, milhares, às vezes, conforme a editora, de manuscrito. Os caras não vão ler tudo, velho. Você tem que encontrar maneiras criativas de mandar o seu manuscrito para os caras. Só que isso também custa grana. Não não Maneira criativa não me falta. Eu poderia muito bem mandar o manuscrito para o presidente de uma de uma editora, dizendo que o corremetente governo federal, Departamento do Imposto de Renda, confidencial, que eu tenho certeza que o cara vai abrir, porque quem não tem meio rabo preso, assim, nesse sentido, ou quem acha que não tem, fala, meu deus, eu tenho e não estou sabendo. Então, vai chegar nas mãos dos caras, mas tudo isso é é dispende de uma grana, dispende de condições, enfim, eu não tenho essa condição. Então, assim, agora eu recebi um comunicado de um outro, escritor, que me indicou uma pessoa, que disse que vai fazer uma leitura crítica do meu, da minha história para avaliar o meu livro. Enfim, então é aquela coisa que eu estou, que ele falou até que esse é o caminho das pedras, e realmente é o caminho das pedras. Então é esse o momento que eu estou passando hoje, tá. Eu tenho muitas ideias de projetos, eu gostaria de escrever, eu tenho mais mais duas ideias na cabeça para livros também. Eu não gostaria de me prender só em um em um segmento, Então, eu gostaria de fazer, por exemplo, ter ideia para um policial, ter ideia para um para um livro cômico, né, mas não posso desenvolver, porque eu fico muito agitado com aquela coisa, entendeu? Então, eu não não não não vou ter essa calma hoje para para sentar no micro e fazer.

cara, o meu processo criativo é o mais louco possível. Eu sento e e vai aparecendo assim na minha cabeça, bicho. Aparecendo, mano. Se eu contar para você a história do meu livro, bicho... É é incrível, porque assim, também eu não tenho referência nenhuma, sabe? Eu não li nada parecido assim. É... Então, é uma coisa louca, sabe? Que vai surgindo e vai surgindo da ideia, da ideia na ideia. E aí você, dentro da ideia, você começa a ter espaço para colocar um monte de coisa. Então, o meu livro é uma coisa riquíssima, porque o meu livro... Cara, tem um monte de amigo meu dentro dele, um monte de situação também, sabe? E é uma coisa louca, sabe? É uma coisa... O o livro tem um nome já? Tem. O livro chama-se O Homem Que Não Podia Ganhar. E
dá uma um resumo assim, se você fosse fazer, por exemplo, ah, ah, uma nota no jornal sobre o seu livro. Sabe, uma nota de tipo, ah, o livro tal trata disso. Como seria essa nota? O que você falaria para tentar tornar esse livro conhecido?
Tá. Eh O livro é é uma história de é é um livro de cunho espírita, é a história duas vidas de um de uma mesma pessoa. Em um primeiro momento ele vem no começo do século como filho de fazendeiro para fazer muita coisa. e o livre-arbítrio leva o cara para um outro caminho, ele só faz cagada, desvia, mata, pilha, enfim, faz muita besteira. Ele morre. No no no plano espiritual, é... Lá com os mentores, ele é... Tem a oportunidade, ele se redime, tem a oportunidade de voltar para uma segunda existência. Só que nessa existência ele tem um karma, que é o de não poder ganhar. Ele não pode ganhar nada, porque como ele veio na primeira vida podendo ganhar tudo, não aproveitou nada, então nessa ele vem não podendo ganhar nada, e tudo que ele ganhar, a vida leva de volta. Então assim, começa o o, ele nasce e a mãe morre, então para ele vir, a mãe vai. E aí existe um uma coisa que eu brinco no livro que é é é o número treze, o número do azar, tá sempre presente na vida do cara. Ele é o décimo terceiro filho do de uma família, ele nasceu às treze horas e treze minutos, no dia É esse chavão, e o cara, ele ele leva a vida só se ferrando, até trinta e tantos anos, que ele não aguenta mais, aí tem dois amigos, que inclusive todos que estão à volta dele, ah eh todo mundo que interage com a vida dele, interagiu lá atrás na outra, porque sabe que é uma gama muito complexa, e aí esses dois amigos que estiveram lá do outro lado, com dó dele, falaram, não bicho, impossível, a gente não entende porque você só se ferra. Você não fez mal para ninguém, você não mata uma mosca. Não, vamos fazer uma regressão. O cara faz uma regressão e descobre o que ele fez. Quando ele descobriu o que ele fez, ele não se conforma. Ele fala, pô, vou ter que passar essa vida só me ferrando. E ele cria uma lei que ele chama de Lei da Inversão. Ou seja, ele passa a comemorar todas as derrotas como se fosse vitória. Para que a vida entenda que aquela derrota é vitória e dê o oposto para ele. E aí ele começa a engrenar. Então ele consegue um bom emprego, consegue o amor da vida dele. Agora, a grande questão do livro é Você consegue enganar a vida? Então essa é é a grande chavão do livro.
Você já disse que tem amigos seus que estão retratados ali, né? Tem. A E você acha que também existem situações da sua vida, também, de alguma forma, retratadas ali? Um monte
tá. Um monte. Tem muita coisa. Muita coisa, assim, que que... Então, assim... Tem muita coisa que eu vi em novela, sabe? De... Teve uma novela, inclusive, da Globo aí, que... Acho que Esperança, né? Que os caras chegaram no começo do século, enfim. É Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Imigrante também. tem a as minhas experiências de vida, eu tenho amigos meus que estão lá e tem um monte de situação que aconteceu comigo que... porque eu acho que é isso. Não não existe cem por cento ficção, cara. Acho que, sabe, Monteiro Lobato um dia colocou lá o sítio do Picapau Amarelo, mas subliminarmente você pode ter certeza que tem um monte de gente ali, gente dele e coisas dele.
Com certeza.

E você depois de formado, você se formou em que ano mesmo? dois mil e três

Você chegou a atuar na área de publicidade de alguma forma?
Eu atuei. É... Eu tive uma agência de comunicação, trabalhei um ano na faculdade em uma agência de comunicação lá. Depois eu me desliguei. Aí, um ano, nós montamos uma pequena empresa, eu e mais três sócios. E eles eram sócios capitalistas, eu entrei com a força de trabalho. Aí eu comecei a me desentender com um dos sócios e achei por bem é... Me desligar. E aí, desde então, né cara, a gente vai tocando o barco. Então, assim, é por isso que que eu falo que hoje eu estou dentro do fosso, né? Porque a a qualificação profissional é uma faca de dois gumes. Existem alguns softwares da minha área, por exemplo, que eu não conheço, não principalmente criação de imagem, que é, né, enfim, a da coisa. Eu gosto de redação publicitária. Então, o que que acontece? É Para determinadas funções, eu sou muito qualificado. Para outras, não. À medida que eu tenho quarenta anos, então, eu estou num país onde já estou velho. Sabe? É o uma. O Brasil é uma coisa de louco, cara. Agora, se eu quisesse trabalhar em uma empresa de telemarketing, com toda a minha bagagem cultural, meu livro, minha peça, minhas poesias, e tudo aquilo que eu aprendi na academia, na faculdade, se eu quisesse trabalhar numa empresa de telemarketing, literalmente enganando alguém seis horas por dia, aí eu teria um emprego, mas para ganhar, assim, seiscentos reais. Você entendeu? O nosso país é uma coisa louca. Mas, assim, eu acredito muito em mim, no meu potencial. É A vida é é uma coisa muito bacana e complexa e, assim, pode ser que no próximo segundo eu morra. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente tem que pensar em estar sempre progredindo, né, e procurar estar sempre melhorando. Eu acho, cara, eu eu eu acredito muito Que eu ainda vou deixar meu nome meio que gravado aí.
E quais são os seus sonhos daqui para frente? O que que você anseia, pois é, para um futuro?
Pois é. Meu sonho hoje, é, o o imediatista, é aquilo de conciliar o que eu gosto com a minha sobrevivência. Ponto. Não sou um cara que precisa de muita coisa para viver. Partindo desse princípio, acho que o sonho de todo mundo, né, porque assim, na verdade eu ainda não plantei uma árvore e também não tive um filho. Então eu tenho vontade de construir uma família, tenho vontade de encontrar uma mulher bacana que me ature, é... Eu tenho vontade de, cara, Quem não tem vontade de andar de Mercedes, de, enfim, conhecer o Brasil, o mundo? Então, mais a o meu sonho imediato né seria conseguir garantir o meu a minha sobrevivência com a minha arte, né? Porque eu acho que, pô, isso é bacana. Imagina um, imagina que, sabe, um cara que sempre viveu aos trancos e barrancos como eu, porque assim, foram poucas oportunidades na minha vida que eu pude falar assim, pô, estou sossegado, cara, sabe? É Que eu digo assim, financeiramente, porque o a essa questão do dinheiro, sabe? Essa imposição social do consumo é uma coisa que desgasta muito a gente, sabe? Todo momento a gente é cobrado, todo momento a gente é pressionado. Porra, eu não sou mais criança, eu tenho quato quarenta anos, quatorze, quatorze mentalmente, né, mas eu tenho, porra, quarenta anos, sabe? Então, assim, a sociedade me cobra muito porque, porra, eu não tenho nada, sabe? Eu não tenho nada. À medida que eu sei, puta, que eu tenho muito a oferecer, sabe? À medida que eu sei que, mesmo se um dia eu tiver um um velho numa praça, cara, eu vou ter muito para para para oferecer para aquele que sentar do meu lado e estiver disposto a me ouvir. Porque eu acho que é isso, sabe, eu acho que na no o... Essa essa coisa que está cada vez mais forte, que é essa ditadura do do ter, né, e a gente deixa para lá um pouquinho do ser, o que eu sou. Então, é poxa, é é uma pena que a sociedade... Mas eu faço parte dela e, afinal, não posso parar o mundo e descer. Tenho que viver nesse mundo aqui. Mas é é isso. Eu acho que que seria muito bacana para mim viver da minha arte, cara. Porque se eu pudesse viver só da minha arte, eu acho que eu teria tanto para contribuir.
E se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida? O que que você mudaria? Se é que você mudaria? No que já passou? Sim. Você olhando para trás, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria? Mudaria. O que seria isso? Com
certeza eu administraria melhor a fase balada, mulheres, aquela coisa, né? Se se eu tivesse seguido com o meu potencial intelectual, criativo, se eu tivesse seguido as coisas da maneira que teriam que ser, né, o cara estuda, aí ele vai para a balada, com certeza com certeza eu eu eu estaria já aí é... Dividindo a minha arte de maneira mais concreta.
E o que que você achou? Participar dessa entrevista, desse depoimento, dar contar a sua história, como você se sentiu com isso tudo?
Pô, cara, eu achei muito legal, achei bacana, Eu acho que é uma oportunidade muito legal, que que as pessoas têm que aproveitar. Porque, assim, eu não não sei amanhã quem é que vai abrir o seu site, o site do museu, e vai acessar tudo aquilo que eu passei. Eu não sei também até que ponto essa pessoa vai ter paciência de ouvir, porque eu falo muito, falo demais. <laughs> Mas, cara, eu acho assim que se é aquilo que eu que eu digo Se o Papa veio para o Brasil e pelo menos um traficante parou de cometer o crime, já valeu a pena. né. Então, se todos que um dia olharem tiverem acesso, se pelo menos eu passar uma mensagenzinha para alguém, pô, valeu a pena muito.
E a gente tá chegando no final aqui do depoimento. Tem alguma coisa que talvez não tenha sido perguntada e que você gostaria de ressaltar? uma mensagem final?
Não, tem. Eu gostaria de de declamar um poema que eu fiz, que foi um dos meus primeiros poemas, que que eu fiz mais ou menos com quinze anos, e eu acho que alguma a é meio que um poema convidando as pessoas a pensar nas questões, é... Na balança mesmo, que o mundo é exerce. E assim, se não tiver problema, eu gostaria Um poema que se chama eh Ajudai-vos, né, é um poema em forma de prece. Ele diz o seguinte, ó senhor, ajudai-vos os ratos que não tem honro bastante para serem chamados de homens, mas ajudai-vos os homens que compram outros homens com sua honra para não serem chamados de ratos. Ajudai-vos o homem que está matando outro homem por necessidade, mas ajudai-vos o homem que está se matando sem necessidade. Ajudai-vos os loucos que gritam o que sentem nos hospícios, mas ajudai-vos os sãos que não gritam o que sentem para não serem chamados de loucos. Ajudai-vos os velhos que padecem nos fundo no fundo de uma cama, mas ajudai-vos os jovens que sem camas padecem nos becos. E uma ajuda especial a mim, que falam de ti, pai, e pensam em outras coisas, mas uma ajuda ainda mais especial àquele que se engana até no que pensa. É isso aí.
Muito obrigado pelo seu depoimento, Marcos.